E vivo com a família aqui. Então, o que eu posso responder?

Lá eu nasci, me criei, estudei fora. Eu tenho uns doze, treze anos, fora. E voltei novamente para minha comunidade, para minha terra natal. De lá eu vim e casei.

Lá eu construí uma família e comecei a minha vida lá, né? De lá eu vi que não tinha condições de ficar lá no interior, porque naquela época tudo era difícil. Estavam começando a nascer as crianças, os filhos e tal.

Pessoal, eu vou só voltar para gente tentar entender mais calma a trajetória lá de infância. Queria saber primeiro o nome dos seus pais.
Ah, tá, tá, tá,

O que que eles faziam? Hein? Qual a atividade deles?
Ele também era... Ele era comerciante. Comerciante lá no interior. Agricultura e comerciante. Nós ficamos lá, depois eu vim para cá. Levei meus negócios por aqui, minhas atividades por aqui, né? Uhum, e como...

na sua infância? Como é que era a comunidade, descreve um pouco para a gente, olha, o interior época
em setenta, setenta, sessenta e pouco, setenta, era bastante atrasado, né? Mas a gente convivia muito bem, porque se adaptavam àquele regime, àquele jeito de viver, E tinha uma vida, eu acho, melhor do que hoje. Porque era uma vida tranquila. Havia bastante fartura. Bastante fartura de peixe, de Quase nem tanto, mas peixe bastante. E outras outras do interior tinham bastante.

E hoje lá bem pouca gente tem. E aí eu vivi por lá todo esse tempo e depois mudei para cá também. Comecei a criar os filhos. Eu tenho uma família com oito, nove filhos. E tenho essa outra família aqui com três. Então eu mudei para cá com setenta e dois. No ano de setenta e dois eu mudei para cá. Eu tinha, nessa época, eu trabalhava Quando me casei, fui para lá, passei cinco anos tentando fazer uma fazenda de gado Mas não tive resultado, não tive prosperidade do negócio. Daí eu voltei para cá, para ir para onde eu tinha nascido. Fiquei mais uns dois anos, três anos lá. E trabalhando sempre Nesse tempo eu trabalhava com junta, plantando junta. Fazendo roçado e plantando a junta. Depois as coisas foram começando a melhorar, né? começou aparecer uma luzinha lá no fundo do túnel, né?

Aí cresceu bastante, eu cresci muito aqui.

Primeiro ano, mudei para cá, eu, também continuando com o mesmo negócio, naquela época eu... Aí eu parei de trabalhar, produzi ajuda, passei a comprar, né? Passei a comprar juta e tomava mercadoria fiado dos dos outros.

Não se falava em outra coisa, só era juta. Então quem era interessado na juta fazia tudo para ficar com ela. Então tinha uma empresa aqui, uma firma grande, que hoje mudaram para óbidos. Hoje o o dono dela morreu, o filho já está praticamente fechando. E aí eu tomava mercadorias fiado desse pessoal e comecei a levar o meu negócio, fui Ele vendiam um fiado, assim, com seis meses de prazo para pagar, oito meses de prazo para pagar. E aí eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Depois eu tomei, comecei a agir, levar o meu próprio negócio. levar o meu próprio negócio, e E foi, foi, foi, dos primeiros anos, segundo ano, terceiro ano, começando todo ano, crescia um pouco, crescia um pouco e tal, e E a família crescendo também, os filhos crescendo.

Uns formaram, outros não formaram. E eu, com o gosto que eu tinha pelo negócio aqui, continuei aqui mesmo.

Cheguei ao ponto de ser, de ser, o maior comprador de juta de toda a região. Eu não passei a não produzi, mas eu passei a comprar juta, né. Passei a comprar e eu passei a ser o maior produtor, o maior comprador de juta de toda a região.

Eu sozinho aqui comprava mais juta do que todas as cidades aí.

porque eu, além de que eu financiava a região toda, eu tinha naquela época trezentos e... não me lembro a situação, mas parece que eram trezentos e oitenta, trezentos e poucas, trezentos e poucas famílias fregueses que eu tinha, que eu financiava. Esses meus fregueses já financiavam outros Quer dizer, era um um ponto de apoio que eu dava e aqueles aqueles já financiavam para outras pessoas.

Aí começou, a coisa começou a crescer, comecei a gostar mesmo do negócio. Fiz uns barracões lá no porto da cidade, eu tinha uns terrenos lá no porto da cidade, e E eu fiz três barracões grandes lá na frente da cidade, que era para depósito de jutas e mercadoria. Cada barracão tinha trinta metros de comprimento por doze de largura, um do lado do outro. Aí eu estocava a minha juta e a minha mercadoria lá naquele mesmo depósito e foi E foi, foi, foi... Fiz setenta e dois... Aí, antes disso, antes de eu... Depois eu ainda tive uma fábrica de sabão, montei uma fábrica de sabão aqui. E de lá eu me dediquei inteiramente a juta. E setenta e dois, setenta e cinco, setenta e oito, oitenta eu comecei a a crescer bastante mesmo, oitenta, oitenta e dois, aí o meu negócio começou a Eu cheguei a comprar três mil e quinhentos toneladas, três mil e cento e cinquenta e seis toneladas de juta, nesse ano. Foi exatamente Mas eu não não imaginava, e também ninguém tinha bola de cristal para adivinhar, né, que a cidade fosse cair, sentar na frente. Essa parte que você vê daqui, tinha duzentos metros para fora. tinha duzentos metros de várzea para fora. Então tinha uma ponte de, uma ponte de terra, um aterro que saía lá, e lá nessa frente da cidade é que eu tinha os barracões que eu depositava minhas jutas. oitenta e cinco, aí eu cheguei a esse a esse patamar, três três mil cento e cinquenta Foi quando eu tinha ido para a minha fazenda, eu tinha uma fazenda Eu tinha ido para a fazenda e quando foi umas nove horas da noite eu cheguei de volta. E cheguei e fui direto para a rede, eu e minha família. Todo mundo para a rede, deitamos. Aí dali uma hora, meia hora, mais ou menos, a gente ouviu que o pessoal estava anunciando no alto-falante que a frente da cidade estava assentando. E eu tinha, na na época lá, eu tinha, eu estava com os três barracões. agosto eu já estava me aprontando para novo financiamento, para refinanciar a região todinha. Então eu tinha muita freguesia.

Quem não trabalhava direito, eu fazia, edu educava o cara para ele trabalhar certo, se trabalhar sério, e acabava que eu sempre levava vantagem, né. Sempre vencia. Então, com isso, eu crescia e todo o município crescia. Toda a população do do município crescia junto comigo. Eu nunca tive, assim, aquela coisa, aquele egoísmo de querer ser ser rico, de ser sozinho, sabe? Eu queria que todo mundo fosse junto comigo, uhum. E eu consegui fazer isso. Toda a minha freguesia, todo mundo ficou bem de situação Alguns ficavam com com coisas, com bens, gado, motores, propriedades, casas, essas coisas. Então, todo mundo se dava bem, porque a gente ia subindo junto, uhum.

E eu estava com os três barracões, um cheio de jutas e dois cheios de mercadorias, me aprontando para o novo financiamento. A mercadoria, por exemplo, nessa época, nessa nessa data, deveria representar hoje em torno de três milhões, mais ou menos, que era para espalhar na mão do pessoal já, e E aí, quando quando eu vi, quando eu escutei aquele negócio, acordei, estava dormindo, Acordei, eu e minha mulher acordamos, os filhos acordaram, todo mundo acordou e ficou aquele alarme terrível. Aí nós corremos para o porto da cidade. Chegamos lá na frente do porto da cidade e, de fato, a metade da vargem já estava caída. Tinha até galo cantando em cima do do pau lá na frente. Era um negócio muito triste. Aí eu sentei lá em um negócio e disse essas palavras. Eu não tenho condições de fazer nada pelo que eu tenho. Ou cai tudo ou fica tudo. Eu disse assim mesmo, essas palavras. Ou cai tudo ou fica tudo, né. Eu não vou mexer com nada agora, porque eram dez para as onze horas da noite, não tinha ninguém na cidade, só tinha os espectadores que estavam vendo cair a cidade. Aí quando eu... Aí eu disse assim, para essas palavras, né? Ou cai tudo ou fica tudo, porque eu não vou mexer com nada agora. Aí voltei e quando cheguei em casa, a minha mulher tinha saído e tinha conseguido cinquenta e poucos homens para mexer com o que tinha lá. E motores e tudo, ela tinha mobilizado o pessoal lá e foi... e começaram a mexer com tudo que tinha dentro do barracão Daí para as seis horas da manhã conseguiam tirar toda a muita mercadoria, né? Mas a mercadoria estava toda esbandalhada. Caixas de sabão era jogadas como quem joga tijolos. caixa de bolacha jogado com ele, enfim, tudo. Acho que da mercadoria que eu tinha nessa nessa época, uns três milhões mais ou menos que eu tinha na mercadoria, se eu aproveitasse uns quinhentos mil, foi muito. Fui um prejuízo terrível. Aí a juta, eu tinha duzentas e poucos toneladas de juta dentro do barracão, eu peguei, nessa mesma hora da noite, eu liguei para um amigo, para um cunhado meu em Óbidos, ele providenciou umas balsas no Óbidos e veio de barco E veio no amanhecer do dia, estavam chegando aí barcos e balsas. E conseguimos tirar a juta, né? E aí tem aquela história que o o fracasso só quer é o princípio, né? <laughs> E aí, eu eu como puxaram o pé da, o tapete do meu pé, eu não tive mais como, eu não tinha mais ânimo. A verdade foi essa. Eu fiquei assim, estatuado, que eu não tive mais ânimo de de continuar lutando pelo negócio.

Tanto eles como eu entramos em caos, digamos, ficamos em uma situação tão difícil. E aí até a gente se acostumar a viver sem aquele, aquela renda, aquele negócio bom que tinha na época, muito difícil. Passaram-se anos e anos e anos e anos e anos. Eu não tive mais condições de de continuar levando a coisa.

Outros municípios também trabalhavam.

Ele produzia também juta naquela época.

Eles faziam tudo para chegar igual lá com a gente, mas, mas sempre eles estavam para trás.

E eu monopolizava aí. E tão bom que era um negócio que no ano seguinte já ia fazer, já ia prensar minha juta, já ia vender a minha juta prensada. Mas o negócio deu tudo errado e aí fracassou de uma vez o negócio. E eu não tive mais como mexer. Acredito que de todo aquele pessoal que ficou lá, que foram que foram sacrificados por essa época, o que ainda não conseguiu é reatar, reabilitar... a sua a sua a sua condição financeira fui eu. Porque o resto, todo mundo já... Mas eu eu queria ser um trauma com a coisa e não fiquei mais com condições de mexer com nada, hum
E aí o senhor aposentou?
Eu aposentei e fiquei vivendo sem sem sem atividade praticamente, né? Uhum. Aposentei e fiquei vivendo sem atividade. E estou aqui nesse jeito e acho que, acho difícil consertar, conseguir consertar a situação, né. Uhum.

eu

Depois que eu mudei para aquela cidade, eu não vi, eu não trabalhei
Eu queria que você falasse um pouco da produção da plantação da juta, como é que funciona, a plantação, a colheita,
Olha, a plantação, ela é uma um sistema fácil de produzir, né? Inclusive, nesse dia eu estava falando, acho que em casa acho que tem... A juta dá uns quatro ou cinco serviços. O primeiro é fazer o roçado, depois é plantar, depois é dar uma limpeza e depois a colheita. Já vem o corte, a lavagem, e a lavagem, depois é só botar no sol, estender, secar e vender. Não tem muito trabalho, não, a juta, para se fazer, uhum. Tanto assim que ela é um um ciclo de seis meses, seis meses no ano, ela começa em novembro, é o período em que a gente começa a plantar, ela vai de dezembro, janeiro, Fevereiro, março, se começa a colher, não é? É um período de quatro meses para ela se pôr em po posição de colher. Março, ela já está em posição de de começar a cortar. Março, abril, maio, junho, está terminando.
Julho, está terminando, uhum, o período da safra, entendi.

é a mesma coisa É um ciclo de seis meses, de oito meses mais ou menos. Não, seis meses, sete meses mais ou menos. Ela demora um pouquinho mais do que a Juta, uhum. Mas o processo é o mesmo. Ela dá uma rentabilidade bem melhor para o dono, para da, o produtor. Ela dá uma rentabilidade bem melhor para o produtor. Preço é o mesmo da juta. O processo é tudo igual. Agora só que depois de um certo tempo, assim, por exemplo, quando já estava naquele, nessa, nesse estágio bem avançado, é... O pessoal já estava preferindo bem mais a malva do que a juta. Porque a malva era bem mais vantajosa para o produtor do que a juta. Por exemplo, um hectare de malva, ela produz até três toneladas, três e meio, a três toneladas e meio por hectare. E da juta, ela bem aproveitada, ela só dá dois, duas toneladas por hectare. e ela é bem mais vantajosa do que a juta, e a
E a qualidade?
Bem melhor ainda. Aliás, bem melhor não, igual. Igual porque ela ela, por exemplo, para exportação, a malva, ela tem até melhor qualidade do que a própria juta por causa da por causa da do da maciez da fibra, que é uma fibra bem macia, bem comprida, E as indústrias preferem preferem esse tipo de fibra por causa disso, uhum. Quando eu vendia minha juta, eu tinha negócio com eu tinha negócio com cinco empresas de fibra. Todas elas, todas elas trabalhavam com fibra e todas elas me levavam sempre no início de safra, final, às vezes no final de safra As três delas me levaram para eu ver o processo de como é que era fabricado o saco. Que a juta e a malva só servem para saco de aninhagem, uhum. Ela só serve para saco de estupilha, como se chama, né? E serve para botar café, pimenta do reino, sei mais o que, só serve para esse tipo de coisa. E aí eu ia com eles para olhar o beneficiamento da firma. Eu ganhei passagens para para o Rio de Janeiro, ganhei passagem para Israel, Só não fui para Israel, mas ganhei passagem para Vitória, também não fui. Das empresas que trabalhavam comigo. Eles ficavam satisfeitos que eu era um freguês, que nunca dei prejuízo para para eles. Pelo contrário, eu dava, fazia negócio com mil toneladas de juta, com uma empresa, cumpria direitinho e... Fazia negócio com outra, com mil, mil e quinhentos toneladas, com outra empresa, também cumpria direitinho. Graças a Deus, nunca me atrasei com ninguém, nunca deixei de cumprir meus compromissos, sempre Sempre no dia marcado, sempre no dia certo, sabe? Então, eu, por isso, eu eu era privilegiado.

Então, quando era mês de janeiro, dezembro para janeiro, havia a reunião dos industriais daquela época, dos industriais de de fibra, que fabricavam os sacos. E aí o meu nome era um dos nomes mais mais cotados na praça, <laughs> porque todo mundo queria ficar comigo, queria que ficasse com ele, para produzir a a junta para ele. E eu, para fazer vontade, eu fazia sempre negócio com cinco empresas.

e, graças a Deus, nunca deixei de cumprir meus compromissos pontualmente. Então, havia aquela disputa deles por causa de mim, por causa da da minha preferência. Eles queriam que de preferência que eu ficasse só com uma, mas eu nunca fiquei assim, só com uma empresa não. Então, por isso eu ganhava bônus, eu ganhava gratificação, eu ganhava porcentagem pela compra. Eu ganhei dinheiro com juta, a verdade é essa, preciso que se diga. No final da safra, eles me davam comissão por por produção. O negócio era tão bom que eles me davam comissão por produção dois por cento, três por cento, não, três por cento nunca chegou, dois por cento, um a dois por cento

Ganhei de para Vitória também uma passagem de ida e volta para Vitória, também de uma empresa que eu trabalhava com eles. Ganhei para Israel uma passagem de ida e volta para Israel, eu com a família toda. Só que eu não fui nem para Israel nem para Vitória. E quando eu ia para Belém, então, isso não sei quanto, eu não gastava um centavo, hum Eles sabiam que eu ia para lá, tudo mesmo, buscar no aeroporto, tudo por conta deles e

Era carro à minha disposição, carro na posse, ficava com o carro vinte e quatro horas. Então, aquela mordomia era enorme, né? e Porque eu era, eu sabia honrar meus compromissos, sabe? e... Então, eu... Eu me tenho bastante saudade desse tempo, porque me deixa muita muita saudade mesmo. Me lembra dos meus amigos, aquele tempo bom que se passaram, e que hoje me deixa muita saudade. Me deixa saudade mesmo. Mas o que fazer, né? Deus assim quis, e seja feito o que Ele quiser.

Tinha um capital para comprar? É, justamente aí
aí que vem a pergunta, né? <coughs> É aí que vem a pergunta. Que para você investir na juta ou em qualquer tipo de negócio, Você tem que ter capital, né? Para começar, você tem que ter capital, então fazer qualquer tipo de negócio, capital E para a juta não era diferente, não, não era diferente.

Eu trabalhava, produzia em juta, mas como o produtor, na verdade, a gente tira um lucrozinho, mas é pequeno, né? Pequeno e não dá para fazer o que eu fazia, né? Então, eu vim para cá,

Mas que para juta não precisa só de mercadoria, precisa de dinheiro na mão também, para servir o freguês, que o freguês precisa de pagar gente, precisa de comprar as coisas que você não tem em casa, enfim, uma série de coisas <coughs> E aí, se eu comprasse fiado, mas não era suficiente para manter a minha O que é que eu fazia? Eu corria para o Banco, Banco do Brasil e fazia empréstimos no Banco do Brasil naquela época <coughs>

Então, a gente fazia todo tipo de negócio, do Na época do mês de de de novembro, de agosto até outubro, novembro, eu segurava com o meu capital, mas quando chegava novembro para dezembro, acabava, não tinha mais capital. Aí tinha que correr para o Banco, e E aí eu fazia empréstimo no banco com cédula rural pagado. Eu vendia cem novilhas, duzentas novilhas, e fazia dinheiro no Banco <coughs> E <coughs> quando, e quando era Eu pegava dinheiro e ia pagar o Banco. E eu fazia fazia da rural para Castanha, Castanha do Pará. Enfim, eu sei que eu arrumava dinheiro. De qualquer jeito, eu tinha que arrumar dinheiro para para movimentar a minha freguesia. Minha freguesia nunca passava mal. Eles sozinhos só se preocupavam em produzir, uhum Mas em comer, beber, não se preocupavam, porque no dia que chegavam em casa, eles tinham que levar. Agora, se a pessoa quer sustentar Todos os dias saía de casa uma quantidade de mercadorias, só saindo, só saindo, só saindo, só saindo. E às vezes a casa ficava vazia de nada e eu tinha que correr e fazer todo tipo de coisa, conseguir dinheiro para repor. Mas só que quando chegava o tempo da safra, eu também tinha compensação, a freguesia também era Eu não tinha tempo no tempo da safra, meus motores não tinham tempo no tempo da safra, em buscar fibra de todo mundo Eu sempre procurei pagar um preço melhor também, porque eu tinha como pagar o preço melhor, porque eu tinha como se diz, apoio das empresas. Porque além do que eu vendia ganhando, ganhando dinheiro em cima das jutas, no no momento, eu no fim da safra eu tinha bonificação, como eu acabei de falar, de dois por cento do do valor, vamos supor. Na safra eu vendia mil toneladas para uma empresa. Eu tinha dois por cento sobre essas mil to Eu vendia para outra, duas mil mil e quinhentas toneladas. Também tinha dois dois por cento. E, além desse tipo, era presente para cá, presente para aquele... Então, eu eu me saía muito bem, uhum E eu só tinha a ganhar, eu Não tinha, não tinha, no final da safra, eu nunca tive prejuízo não Eu só tinha a ganhar. No final da safra, se eu, por exemplo, financiava esse ano quinhentos toneladas, o ano que vem eu tinha começado a financiar mil.

Eu estaria hoje, porque na marcha que eu ia, é... Mas Deus não quis que fosse, sempre digo isso, Deus não quis que fosse, porque os camaradas que vivem em Manacapuru hoje, que naquela época eram meus fregueses pequenininhos, hoje estão lá em cima, estão em cima da carne seca. Mas não com o juta, com juta! Com juta!

continuo com o juta, com juta. Continua ainda a

Naquela época ele era pobre. mas ele comprava bastante Juta para mim naquela época.

Depois eu fechei o negócio, parei com o negócio. Ele continua. em conjunto com outras empresas que que chegaram para lá na época. E hoje ele é dono de um de um criador. Como é que se chama é... Viveiro de peixe. Ele tem uma fazenda de de criação de pirarucu com quinze mil matrizes de pirarucu, É difícil o cara ficar pronto desse jeito. Com quinze mil matrizes de pirarucu. Então ele está muito bem de situação. Naquela época, ele podia ter um telho ou quatro vezes o patrimônio dele. As coisas da vida mesmo, então não tem como a gente fugir dela e a
Esses esses grandes centros que você comprava, os compradores, é... seus, eles... Porque eu imagino que ia ser muito mais complicado que hoje em dia, né? É.
É. Não, o transporte era porque eles mandavam balsas, Uhum, é... Quase... Quase toda semana vinham balsas para pegar a minha juta, né? E... E... Gostava ir no porto da cidade, e quando vinham os barcos que traziam para mim, e já dos dos barracões, às vezes dos barcos, iam se passando para as balsas. Mas, geralmente, de cinco, cinco dias, dez dias, tinha tinha balsa pegando juta. Cada balsa pegava duzentos, trezentos toneladas de fibra, uhum.
O transporte local das comunidades era feito como?
tinha barcos pequenos. Eu tinha motores pequenos. Que pegavam que pegavam da região do interior. Eu tinha dois motores que pegavam pegavam de outra.

Todos os dias ele saía para pegar. Ele trazia, descarregava de noite. Quando tinha outro dia de manhã, já saía novamente. Então não parava o dia nenhum. Só domingo que parava. E aí o meio de transporte era esse

Eram eram cinco, mais ou menos, cinco empresas que eu tinha, que eu trabalhava. Não me lembro da outra. E assim assim que funcionava o comércio da juta naquela época
Durante esse tempo de mais do auge, teve alguma tecnologia nova de implantação? não, não, apareceu
por aqui

Mas não aprovou, não. Aí chegamos à conclusão de que, manualmente, ela fazia mais vantagem do que motorizado. Então, não funcionou. Esse sistema deles não funcionou, não.

É, né?

Toda várzea, menos praia. Praia não é boa para juta, não. Toda várzea, ela é boa para juta. Ela desenvolve bem a juta, ela cresce bem. É uma faixa de quatro metros de comprimento, A malva dá cinco, seis metros de comprimento, É bem mais comprida do que a juta, e

Até hoje continua. A malva continua.

E aí, então, eu eu quebrei, aí o esteio da casa quebrou e a casa veio abaixo, né? E... Então é isso.
Eu queria perguntar, é, o senhor, é, tinha algum, assim, quando você trabalhava, tinha pessoas que já estavam apreendendo a mexer com isso, que o senhor achava que podia substituir, enfim? Você era um pouco rei da juta, assim, né?
É, realmente, eu fui considerado.

Olha, no na realidade, não havia necessidade de fazer isso, porque toda criança, como esses meus aqui, esses vinhos, já nasciam e se criavam já fazendo o o trabalho. eles já já iam por roçado, com trançadinho desse tamaninho, capinando por lá e tal, já cortavam juta, já lavavam juta, é, garotinha assim de dez, doze anos, já tinha dinheiro no bolso, porque eles tiravam o filho de juta, faziam o roçadinho deles, a parte do pai ou mãe, já faziam o roçadinho deles, já tiravam a juta deles, e acontecia isso muitas vezes, de buscar juta na casa do freguês meu, ou mandar buscar, e aí eles diziam, olha, fulano, Esse fardo aqui é do fulano, aquele roçadinho que ele fez aqui do lado, e que é o dinheiro para ele, não sei do que e tal. Aí já tinha, quer dizer, o dinheiro não faltava, porque o menino daquela época desse tamanho, ele já se empregava naquele serviço, não precisava de ensinar não, já só não nasceu sabendo, mas daí com um pouquinho de tempo ele já sabia. Era muito fácil, muito fácil, muito bom, uhum, muito gostoso, rendia dinheiro, ninguém vivia aperreado,

Era muito pequeno, mas não havia pobreza não.

Não havia pobreza. Posso te garantir isso aí.

Devia naquela época ter doze mil habitantes.

Naquela época devia ter dez, doze, mil habitantes. E todo mundo vivia em função da juta, uhum. O comerciante que não plantava juta, mas ele vivia em função da juta, porque ele financiava o freguês para plantar juta e... Só que ele não vivia em função da juta, mas vivia também. Era o açougueiro, mas vivia em função porque o camarada vendia juta para pegar o dinheiro e comprar carne dele. E o pescador que também pescava e vendia o peixe dele <coughs> Mas o resto da cidade, da população da cidade e os funcionários, que também não viviam. mas o resto da população da cidade, uhum Quando aquilo estava acabando, ia começando a faltar recursos, dinheiro, tudo, crédito e tudo mais. Mas era pouco tempo, era de agosto a dezembro, porque agosto, setembro, outubro, novembro, cinco meses. Quando chegava o mês de janeiro, quando dava o negócio do réveillon, o carnaval e tudo, chegou aí, pronto, chegou a
Desse freguês que o senhor tinha, tinha algum, alguns... Esse freguês que eu falo é o cliente de hoje, né? Sim, claro. Mas tinha tinha alguns, alguns que marcaram, assim, que tinham... Ficaram me devendo? Não, não.

Eu lutei com muito dinheiro na época. Ah, sim, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. É... Falei muito dinheiro, eu... Tem gente que é testemunha disso.

Eu não sei se ela trabalhava no banco

Mas eu eu... tinha aquele tempo, tinha o banco, o Bradesco, né? É... Sua relação falando em termos de dinheiro, né? Uhum. No tempo da safra da juta, o dinheiro aqui era curto, porque só tinha a agência do Bradesco e uma agência do Banco do Brasil. Então, a princípio, o Bradesco queria muito, me queria muito como o Fraguês, né? Só que eles não aguentavam o o <coughs> o rojão porque o meu, o meu movimento era muito grande em termos de moeda, em termos de E aí eu mandava pegar o dinheiro em óbidos. Eu comprei uma voadeira, sabe Era tão bom naquela época de de de de tranquilidade, uhum, que se fosse hoje, como hoje, meu amigo,

Vamos supor, eu não sei nem falar em termos de valores hoje, mas vamos supor que eu precisava, pegava todas todas as semanas, desde o final de fevereiro até mês de junho. Todas as semanas era esse esse o esquema. Eram três sacas lugar de farinha, sacas de cinquenta quilos, uhum. Todas vinham cheias de dinheiro. Eu não sei o valor atual, em termos de hoje, não sei. Não sei nem calcular quanto seria o valor de hoje. O certo é que quando ele mandava buscar, segunda-feira e quinta-feira. Eu fazia o cheque, mandava o rapaz lá pegar no banco, botava as sacas de dinheiro. Uma vez eu pesei uma saca dessas, pesei quarenta e cinco quilos de de dinheiro empacotado. Aqui dinheiro, aqui de pacote. Eram três sacas de dinheiro. E aí, se fosse, é, é, nos dias de hoje, Meu amigo, os caras seriam sequestrados no meio da viagem, né? Uhum. Mas mesmo assim, naquela época, houve um zum zum zum.

É, naquela época teve um zum zum zum, mas era muito difícil a gente ouvir falar em sequestro e e essas coisas absurdas que aparecem hoje. Eu ouvi falar que tinha um pessoal aí, motor tomando umas informações, como era o meu negócio, como era o meu jeito de viver, como era a minha vida por aqui e tal Eu soube disso, e Mas, graças a Deus, não apareceu nada, né. E eu, eu tenho uma casa ali perto da câmera. Aquele canto lá é meu, uhum. Perto da câmera tem uma casa de canto e uma casa branca ali do lado, bem quase de frente do correio. Então eu vivia, eu dormi E hoje ela está alugada. Eu morava ali e eu dormia bem no canto, bem no canto da casa, né Mesmo com todo aquele movimento de dinheiro que eu tinha, porque eu nunca tive assim... Eu era uma pessoa que... Eu tinha certeza que nunca ninguém ia me fazer mal, porque eu nunca tinha feito mal para ninguém. Eu fazia tudo para fazer... Então, eu dormia ali, uhum Aí, quando quando eu passei... Uma amiga minha chamou e me avisou. tinha alguém já na na minha coisa. Aí eu passei a ter um pouco mais de cuidado, mas assim eu continuei lá, uhum, então eu Aí os caras traziam três sacos com dinheiro de Óbidos. Três sacos com dinheiro de Óbidos. E aí quando eu chegava em casa, na porta da minha casa, dois sacos eu mandava entrar, entrar para dentro. E um saco já ficava na porta da rua, lá, onde eu estou falando para você. Tem lá uma conta de uma calçada e tem a casa branca lá, que eu dormia lá, morava lá, mora lá. E lá que eu ia ficar com um saco lá. Já tinha dez, doze fregueses meus esperando. Isso era negócio de sete horas da noite, seis horas, seis e meia da tarde. Quando eu entrava, aí eu pegava um caderninho, caderninho, uma cadeira, uma lanterna, Fulano, quanto tu queres? Aí o cara dizia, eu quero xis Aí ele pegava, metia a mão no saco, pegava os pacotes, pega. Aí, eu só notava no caderninho. Aí o fulano, dez, doze embora. Quando eu saía, entrava, conseguia entrar para casa, eu já saía com o saco já abaixo do meio. Teve um amigo meu que veio receber uma juta, um restaurante, esquece o nome.

Aí, quando fui no dia seguinte, tinha vinte e poucos motores no meu porto, no porto do meu depósito. Todo cheio de duzentos Aí ele ficou olhando, botou a mão no queixo, assim... Rapaz, tu tem razão de fazer o que tu faz, porque... Tudo este monte de juta chegando agora, chegando agora, durante a noite, é só mesmo <laughs> fazendo como tu faz. E é é assim Tudo em caderninho. Tudo em caderninho.
E ninguém ficava devendo? Não...
Ah, sim, pergunta. Olha, eu para lhe dizer a verdade, eu não tenho nada, assim, que dizer contra ninguém, hum Eu passei esses anos todos, mas dívida mesmo, assim, que me deu prejuízo, eu não tenho, uhum. De um ano para o outro, às vezes, ficava devendo, tinha tido uma safra ruim e tal. Esse freguês que ficavam devendo eram aqueles freguês que eu chamava a ele para tratar bem dele. Eu tinha essa filosofia comigo. E eu me dei bem com isso. Fulano, por que aconteceu isso? Ficar me devendo e tal, ter a conta aberta, ter gasto pouca juta e tal, aconteceu isso.

Me fala toda a verdade. Só que eu quero que tu me diga a verdade. Tu vendeste juta particular? Não, não vendi. Eu quero só que tu seja sincero e verdadeiro. Tu vendeste juto particular para outra pessoa e tal? Não, não vendi. A minha safra que eu produzi foi isso aí e tal. Só que eu tive prejuízo, o gado entrou no meu roçado, alguma coisa aconteceu, papapá, pedir com água. Aí, assim, então você vai continuar a trabalhar. Você vai levar novo recurso para trabalhar. Essa dívida vai ficar aqui encostada. A primeira conta que você vai pagar, a primeira juta que você tirar, é essa conta que você vai pagar. Então, você vai continuar trabalhando normalmente como você trabalhou este ano. Agora, não fica devendo deste ano que vem, porque senão eu vou ter que agir de outra maneira. Aí, geralmente E, assim, nunca tive, assim, a oportunidade de dizer que eu fiquei... Alguém ficou me devendo grande, importantes, importâncias, assim, é, de de vulto. Não me lembro, não. Não ficaram, na verdade, não ficaram me devendo.
Mas fez grandes amigos, assim, fiz muitos
Olha, eu hoje ando nesta cidade de cabeça erguida, porque o lugar para você saber se você tem inimigo é você entrar em um boteco onde tem bêbado, né? E que aquele bêbado lhe conhece. Eu procuro sempre, quando existe esse tipo de boteco, eu procuro sempre entrar para ver se alguém daqueles tem alguma alguma mágoa contra mim. Meu amigo, nunca eu tive uma pessoa que me dissesse desse tamanho uma palavra que me ofendesse. Pelo contrário, Sempre eu recebo elogios, hum Sempre, sempre, sempre, sempre eu recebo elogios. Se lembra em tal tempo e tal, sabe, inclusive, que eu estava enrascado, precisando de um dinheiro para salvar a vida da minha mulher. Sempre aconteceu. Salvar a vida da minha mulher, que estava aperreada Eu se lembro. Eu nem me lembro quando aconteceu isso. A vantagem é que eu sentava com o filho vivo, com a mulher viva, Somos amigos verdadeiros e tal e pronto Eu sempre tive essa filosofia comigo. Nunca gostei de me de me elogiar, de me exaltar. Estou contando isso para vocês aqui, uhum, porque vocês estão falando o relato real da minha vida. Acho que muito pouca gente sabe do que se passou durante a minha vida. O que eu podia ter acreditado que eu sentar com essa, essa aqui não deve saber, né? Eu tive, tive, tive. E tive uma coisa também que eu guardei comigo quando eu era criança. Eu vi uma vez numa farmácia um papel escrito. Trate-me as pessoas quando estiver subindo que poderá encontrar lá de cima. Isso aí serviu de muito para mim, viu? Mas isso serviu para mim e a lição muitos. Trata bem as pessoas quando estiver subindo, que poderá encontrá-los na descida. E é verdade. Tem muita gente que tem uma meia de pataca no bolso, acha que é o dom do mundo. E aí, começa, fica orgulhoso.

Ninguém sabe como vai ser o final da vida, o final do... A, o revés da fortuna, né? Tem um ditado que eu gosto de dizer... O revés da fortuna... Ninguém se julgue... Ninguém se julgue feliz por se encontrar em bom estado, porque o revés da fortuna poderá lhe transformar de feliz desgraçado. E aí, o revés da fortuna poderá lhe transformar de feliz, desgraçado. Então, é um negócio que eu gravei comigo e conservo comigo. Minha família, meus filhos, sempre, sempre procuram fazer deles assim.
O senhor falou desse momento de, hum? de descida, me lembrou, o senhor comentou sobre o caos que a cidade ficou na época que as terras caíram, que foi um processo de três anos, parece, que foram caindo várias terras, foi isso, como é que foi Esse caos, o senhor diz diz o quê? Toda a economia, o que aconteceu com a cidade?

Eu fui um dos prejudicados. Eu fui um dos prejudicados. E os outros, oito, sete, oito pessoas também que perderam, que tinham, né? Só que esses caras não eram influentes, essas pessoas não eram influentes na economia, né? Mas também eram pessoas, também tinham seu patrimônio, que perderam tudo na época, né?

Estava na hora de todo mundo tomar seu rumo para procurar trabalhar novamente. E aí, quando me procuraram, eu não tinha condições, porque perdi tudo praticamente o que tinha. Então, a cidade ficou no caos, o município todo ficou no caos, a economia do município ficou no caos, porque o esteio que sustentava a economia era eu. Banco não fazia isso. Nenhuma outra pessoa não fazia isso, só Somente eu fazia isso naquela época.
Mas o que o senhor viu de de miséria? miséria? O que o senhor viu que mudou na cidade nessa época, assim? Teve gente passando fome?
Não, não chegou a esse a esse patamar, né? Não chegou a esse patamar porque cada um já está acostumado a trabalhar mesmo sem recursos. Aí não mais com Outro já é com roça, feijão, Aqueles plantiozinhos pequenos. E como eu fui começando a a conviver com a situação, fui procurando se acostumar com a situação. E daí a pouco, três, quatro anos depois, já estava todo mundo agasalhado do seu lugar.
Deixa eu perguntar uma coisa, que é uma curiosidade minha que me contaram. A malva, quando você está colhendo, é uma coisa que pode dar uma coceira? O que que é?
Olha, algumas pessoas diziam, mas era quando a água era parada. Por exemplo, <coughs> quando o serviço era feito na margem do lago, que o lago era parado, de água parada, eles diziam que dava uma coceira.

Mas era uma coceira assim, que a camada comprava um remédio, um Dermol, um negócio, passava em cima e resolvia.
Eu quero voltar, já que a gente está meio finalizando um pouco a coisa da Juta, eu queria voltar lá então para infância, que a gente contou pouco, o senhor falou de uma frase agora da farmácia, eu queria lembrar um pouco mais da sua infância, então, quando o senhor fala da comunidade, Contar um pouco dessas brincadeiras. O que você fazia quando era pequeno, assim?

Olha, a minha brincadeira na na daquela época... Eu sou filho único, né, não tive irmãos, uhum. E minha mãe era professora.

E eu procurava umas coleguinhas, duas, três coleguinhas, para a gente brincar. Sempre, sempre gostei de brincar de navio. Eu sempre tinha uma uma brincada de navio com mercadoria. Tinha um negócio de comerciante em larga escala. Desde aquela época, é aquilo que eu sempre digo para os meus filhos, a gente Quando criança, você forma um negócio dentro da mente e procura fazer aquilo que eu acho que no no amanhã vai aparecer. Então eu tinha aquilo. Eu me lembro bem de um pau grande que baixava no rio.

Então a gente fazia de lá regatão.

E a gente fazia, naquela época, regatão. Pegava, ia lá no no porto, tirava a cuia, a cueira, cortava, levava para lá e e outras coisas, como espiga de milho, um monte de coisa. Botava lá no regatão e lá a gente ficava vendendo para outras que vinham também comprar. Era uma das das brincadeiras que eu tinha naquela época, que eu me lembro bem daquela época. Outra era de tarrafiar, pegar peixe.

Tinha uma tarrafada de pegar o peixe. Aquilo, para mim, também era uma uma distração Era uma brincadeira, uhum. Tarrafa é um objeto que a gente pega o peixe <coughs> E caçar. Eu gostava muito de caçar. Espingarda. Meu pai me comprou uma espin, comprou para mim uma espingarda e eu... Fazendo daquela espingarda... O pai da casa. Eu trazia caça caçava com ela E trazer para casa, tempo, tudo é mais fácil, tinha bastante caça. Então era essa a minha brincadeira

daquela época Não tinha motor. Era remo.

Todo dia ia e voltava?
Não, não. Passava seis meses para lá. Aliás, seis não, quatro meses para lá. Ele me levava em fevereiro e só ia me buscar em junho. Quando era agosto, no começo de agosto ele me levava e só ia me buscar em dezembro. E assim eu passei. Eu passei até os doze anos lá. Depois eu vim para aí, ajudando ele, ajudando meu pai. Depois, com treze, quatorze anos, eu me enfronhei na juta. Eu comecei comprando juta desde moleque, desde quatorze, quinze anos eu passei comprando juta. Eu me viciei mesmo na juta, eu só Eu só sei fazer coisas com juta, porque outra coisa eu não sei fazer não.
Mas uma coisa que eu não entendi, ãh, o senhor morava no colégio? <coughs>
Não, não morava, morava particular.
Morava, desculpa?
Eu morava em casa particular.

Mas como é que é?
Você pa pagava uma uma... Pagava uma pensão para mim. Tá. Quando eu estudava, né? Quando eu estudava, ele pa papagava uma pensão para mim. Era era um quarto com muita gente... É, eu morava na mesma casa, mas eu pagava a mesma pensão. Eu tinha uma criança de dez, doze anos naquela época. Hum. Morava na mesma casa e pagava uma uma mensalidade para ajudar na despesa, né? E assim eu fiquei lá até os doze anos. Terminei aqui da série e vim embora para ir ajudar ele. Uhum. E desde essa época que eu comecei a trabalhar juta por minha conta já.
Seu pai não mexia com isso?
Não, mexia sim, mas como produtor, né, ah, tá. E eu passei a trabalhar como comprador.

Mas a a técnica foi foi ele quem te ensinou?
Foi, porque não não havia não havia técnica, hum Não, mas eu digo assim, o manuseio, assim O manuseio da juta, qualquer menino como esse aí sabe fazer, uhum Porque não tem não tem, segredo, segredo não. É cortar, afogar e lavar e acabou a conversa, uhum <coughs> Não tem segredo, não. Era muito fácil o serviço da juta.
O senhor senhor lembra na na época de colégio algum professor, alguma coisa marcante? Lembro.

E... O segundo, segundo, a primeira professora do primeiro ano.

E de lá eu terminei até, até o quinto ano. Até o quinto ano eu terminei com essa professora. De lá eu fiz fiz exame no grupo escolar. Passei em primeiro lugar. Um candidato estranho, eu passei em primeiro lugar. E de lá eu vim embora para cá. Eu queria seguir estudo, mas meu pai não tinha condições financeiras, né. E aí eu queria, queria seguir para formar, ou fazer faculdade. ou A minha vontade era ir para praça, para fazer, seguir, ser militar, né? Uhum. Mas meu pai e minha mãe não deixaram também. Eu sei até que eu voltei para casa e vim ajudar Mas não me arrependo, não, por isso, não. Graças a Deus, deu tudo certo. Só deu, só deu errado as terras caídas aí, que que <laughs> acabaram com a minha vida.

Era, era.
Eu tinha muita vontade de ser militar, mas não deu certo. Papai não quis, mamãe não quis também, hum. E aí, não fui, não segui
E o senhor tem dois casamentos, né?
Não, eu não tenho dois casamentos, tenho um casamento só. Eu tenho a minha minha família, moram lá naquela casa, né?

São sete, são oito filhos que eu tenho. E aí eu separei da minha mulher, né, e e estou vivendo aqui, vivo aqui nessa casa com essa outra família. Tenho três filhos com essa outra família, ah, e...
não é casada, é?
Não, não somos casados, somos separados assim. Só somos separados corporalmente, né? Uhum. Fisicamente, mas em documento, papel, não.
Entendi. E aqui, o senhor mora com, são três São três meninos.
Três meninos. É. É, três meninos. Com essa senhora que eu tenho aí, nós vivemos juntos. Vivemos há doze anos, mais ou menos, juntos. E... Esperando aí para o que vai acontecer, né?
Vou perguntar, é, sobre o futuro. Hoje em dia, se o senhor fosse definir, assim, um sonho para o senhor, qual seria o sonho?
para definir um sonho. Olha, eu estou estou com um sonho, continuo sonhando com a agricultura. Eu quero... esse ano eu vou fazer, se Deus quiser, vou fazer um plantio de de pimentão. Quero fazer um plantio de pimentão. Um plantio grande, né? De pimentão. É, o que eu quero fazer. Não quero... Não tenho vontade demais de voltar para comércio, essas coisas, porque já não tenho mais jeito. Não tenho mais jeito mesmo, hum Eu quero fazer uma... voltar para agricultura, novamente.
Então, a gente queria agradecer pelo tempo, pela entrevista. Obrigado
Se tiver mais alguma coisa para perguntar, pode perguntar, que se eu souber lhe responder, eu estou à suas ordens. quiser falar mais de outra coisa que a gente já perguntou...Não, tudo que eu tive para falar, muita esquece, né? Esquece, O que eu tive para falar...

Esse meu passado de honra, da juta, foi muito bonito, foi muito gostoso, uhum. Eu trabalhava com juta assim, agora já passei a a ser patrão, como diz a história, né? Uhum. Eu, muitas vezes, não gosto nem de me elogiar com esse tipo de coisa, esse tipo de palavra, mas tem que falar porque a realidade é essa. Eu não encarava tempo e nem serviço. Eu varava a madrugada trabalhando, embarcando, recebendo. Com toda alegria, eu tinha uma satisfação enorme de trabalhar com juta. Sabendo porque aquilo era dinheiro, era moeda, era moeda que... que vinha, como eu estou acabando de dizer, é, é, três sacos com dinheiro, de duas <laughs> vezes por semana, na mão, né? Hum. E uma parte não era minha, está certo? Mas uma parte era. Grande parte era. Então, eu eu lutava com aquilo, mas... com esse fracasso dessa terra, caí daí, acabou comigo, acabou com tudo. Os outros não sentiram tanto porque, na verdade, não tinham o que perder, né? Mas eu não, meu patrimônio foi tudo embora naquela naquela E aí eu fiquei sem recurso, mas seja feito o que Deus quiser, né? Então, eu me lembro muito bem dessa época, com muita saudade. Não tem o que faça apagar da minha memória esse tempo todo que eu lutei. O bonito era isso, era que quando a gente... A gente tratava os negócios direito da gente, a gente é é é procurado por todos, né? Como eu era procurado. Eu era procurado por todas as empresas que mexiam com juta, eu era procurado. Alguns ficavam até mal satisfeitos porque eu não queria fazer negócio grande com eles, porque eu sabia que não ia dar conta, né? Mas nessa faixa de, de mil toneladas, quinhentos toneladas, eu fazia esse negócio. E graças a Deus, todas as vezes eu me dei bem, nunca me dei mal. Tanto assim que eles estão alegres de carro que até esses passeios, essas coisas para agradar o freguêses, eles faziam. Não não é coisa de importância, mas não deixa de ficar satisfeito, né

Um centavo de gasto com com táxi.

Rapaz, <laughs> era um amor do medo danado, sabe, hum E, assim, então... Deixou muita saudade com isso. Eu tenho um amigo daquela daquela época que também tenho saudade dele.

Ele também me valorizou muito nessa época, viu Foi uma das pessoas que me pegou pela mão e me suspendeu na época. Hoje ele está velhinho, está com seus quase noventa anos, está rico. Tem muito dinheiro, cara. E... E... Já muito... Muito gaga, como diz a história. Surdo e tudo. Mas esse camarada foi um dos dos camaradas que me... Pegou assim pela na mão e levantou mesmo, hum

Para quem vem lá do pó, altura que eu cheguei, meu amigo, é da graça. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um.

A sua história foi... Não, não, não! Foi um prazer <laughs>

Tchau, tchau. Tchau... <laughs>